Boa tarde, Diana.
Boa tarde eh. Primeiro eu gostaria de eh que você falasse o seu nome, local e data de nascimento.

Em mil novecentos e setenta e oito vinte e julho Tá bom a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a sua família.
Gostaria que você apresentasse os seus pais. Uhum. Seu pai, a sua mãe. Uhum.
Nome. Uhum. Por favor.

Ele nasceu numa fazenda na divisa entre Bahia e Sergipe. Ele é arquiteto, mas ele não trabalha com Elaboração de Projetos, ele trabalha com restauração e nessa área de patrimônio histórico. Ele trabalha hoje no IPHAN da Bahia e é professor na Universidade Federal. Minha mãe é administradora de empresas, mas logo que se formou ela entrou numa fundação empresarial, chamada Fundação Odebrecht e. Então hoje ela atua em fundações né, empresas que têm um investimento social privado. Nome dela é Neila eh.

Ela nasceu em Salvador. E tem descendência de um lado portuguesa e de outro lado bem bem baiana.
E o seu pai tem den tem descendência de meu pai.
A família de meu pai, tanto do lado da minha avó. e meu avô paterno, eles vieram para o Brasil há muito, muito tempo atrás.

Você teve contatos com eles?

Meus avós, minha avó ainda é viva é.
Essa minha avó paterna, meu avô, ele morreu quando era muito jovem. Então eu não tive muito contato, mas era uma família de muitas fazendas ali pelo interior norte da da Bahia divisa com Sergipe. E eu tenho alguns tataravós que eram côndes e condessas há muito, muito tempo atrás. Enfim, então eles vieram pra cá muito tempo atrás tá e
Tem... Você tem irmãos, irmãs?

Eu sou a irmã mais velha. A do meio ela se chama Maíra, e a mais nova se chama Emanuela. Fala sobre elas. Fala sobre elas, por favor <laughs> eh. Maíra é psicóloga, morou um tempo comigo aqui em São Paulo, se formou na PUC, mas ela nunca exerceu a profissão. Ela hoje trabalha com produção cultural, em algumas organizações também de Salvador, e voltou para Bahia. Minha irmã mais nova, Emanuela, ela se formou em direito. Hoje ela está fazendo mestrado na área de direito na na Federal da Bahia. E ela nunca quis vim morar aqui em São Paulo. Então ela é a que sempre morou com com meus pais e ainda está morando na casa dos meus pais tá.
Você fala um pouquinho da do da sua infância, do uhum bairro uhum, a onde você morava uhum.
Logo que eu nasci eu morei perto do farol da Barra. que é um lugar super bonito, que tem tem em Salvador, mas eu não me lembro, porque eu saí de lá quando tinha uns dois anos de idade. E logo depois a gente foi morar no apartamento, que era um apartamento de três andares, que tinha sido construído por meu avô paterno e que a família sempre morou. Cada cada andar era um filho, enfim. E aí a gente acabou se mo mudando para lá também, é perto da Federação, perto da onde meu pai trabalhava, que é na Faculdade Federal, e a gente viveu lá até os Então, tanto o nosso vizinho de cima quanto o de baixo eram membros da família. Não a família tão próxima, era primos de terceiro grau assim. Mas foi uma infância muito gostosa, esse lugar que a gente morava. Fora isso, a gente passava sempre as férias na praia, ou na casa de meus avós maternos, ou na casa de minha avó paterna. Então, eram praticamente quatro meses na ilha de Taparica ou no sítio do Conde, que é no norte de Salvador. Então essa presença também dos meus avós maternos principalmente foi muito forte durante a minha infância porque meu pai e a mãe sempre trabalharam muito e minha avó deixou de trabalhar quando quando eu nasci. Então ela sempre fez parte assim da da nossa da nossa criação, sempre esteve muito muito perto. E nas férias era o momento que a gente praticamente ficava com eles na ilha de Taparica.

Você pode descrever um pouquinho a a a casa onde você morava?
Era um apartamento super amplo. Era um apartamento por andar. Não tinha não tinha elevador. E eh a cozinha ela era praticamente do tamanho dessa sala, o que hoje é super raro. E tinha uma varanda que dava pra ver o mar do Rio Vermelho, que é um bairro que tem tem em Salvador. Era um apartamento com três quartos. um quarto que era de meu pai e minha mãe, um quarto que a gente chamava o quarto do meio, que era o quarto da bagunça. Então, onde tinha televisão, onde ficava os nossos videogames, enfim. E outro quarto onde dormia eu e minhas duas irmãs. Isso foi uma coisa constante. Mesmo depois que a gente ficou mais velho e se mudou para outra casa, a gente continuou querendo dormir junto, o que é o que é raro. Apesar de ter outro quarto, a gente fazia questão das três. continuarem dormindo juntas. E o meu quarto ele era interessante porque ele tinha um teto azul que emendava com a parede e não tinha quina da parede, era meio arredondado, como se o céu tivesse um pouco descendo, assim. E tinha uma grande figura de um anjo que tinha sido minha avó, foi minha avó paterna que, que desenhou com vários pedaços de de retalho rosa.

E nossas camas ficavam fazendo um u assim. Era a minha cama, a cama de minha irmã mais nova e a cama da minha irmã do meio. Então era um quarto super gostoso, assim, onde a gente passou praticamente a vida inteira até os treze anos lá. Vocês sempre ficaram nessa casa?
Até os treze anos tá.
Aí depois dos treze anos a gente se mudou para uma casa fora de Salvador, que é uma tendência, a mesma distância, mais ou menos assim como se fosse Alphaville. Então, na estrada do Coco, depois do aeroporto. E foi aí que a gente decidiu, mesmo indo para uma casa maior, continuar dormindo junto. Então era, foi a primeira vez que a gente foi morar em casa. Então, a gente estava super acostumado a viver em apartamento e era uma casa grande num terreno de mil metros quadrados. Então, que tinha gramado, tinha árvores, enfim. Que eram coisas que a gente tinha contado contato durante as nossas férias, mas que a gente não tinha o hábito de viver numa casa. Então foi quando pela primeira vez a gente teve cachorros, que antes a gente não tinha, a gente só tinha uma gata, e depois a gente teve mais dois cachorros que eles iam morrendo, os gatos iam morrendo e a gente ia adotando outros. Então foi quando a gente teve essa experiência, foi até onde eu fiquei lá até aos dezoito, quando eu vim morar

você ia ia ia para Itaparica, que você ia com a família, e suas irmãs tenham mais ou menos a mesma idade, você lembra de algum acontecimento? Ah são tantas coisas porque a gente passava sei lá um quarto
Do ano né e em Itaparica e era a casa dos meus avós em Itaparica, acho que essa é uma história interessante. Na verdade, é uma casa de pescadores. Quando os meus avós, bisavós, maternos começaram a a frequentar a ilha, praticamente não tinha casa nenhuma. Tinha assim apenas poucas casas de pescadores e. E a casa do meu bisavô foi praticamente a primeira casa que que se começou a ser casa de veraneio. Então é é a mesma casa até hoje, mesma estruturas. A gente reforma e tal, mas é é uma casa do estilo bem bem antigo. Os terrenos que ficavam no lado dessa casa, quando minha avó herdou essa casa do meu bisavô paterno, porque apesar dele ter vários filhos e filhas, ela quis ele quis dar pra minha avó que não tinha um laço de sangue direto com ele, porque ele percebia o quanto minha avó gostava de veranear lá. Então os terrenos do lado, meus avós acabaram dando pra cunhados. Então, na verdade, quando a gente ia para as férias, eram as férias com milhares de primos, todas praticamente primas. É uma família bem feminina, <laughs> assim, bem só de mulheres. Então, as férias a gente sempre passou lá com com várias primas. Então, era onde a gente... onde eu aprendi a andar de bicicleta, é onde eu andei pela primeira vez na minha vida de de skate, onde a gente jogava voleibol, onde a gente passava Tem um tem uma história interessante, acho que foi um acho que foi o primeiro contato que eu tive assim com com alguém que que usasse drogas assim a gente era. Nós éramos muito, muito pequenas, acho que eu devia ter sei lá uns dez ou doze anos, e a gente estava no Carnaval, no trio elétrico, que ficava na casa na rua de trás da casa de minha avó. E a gente decidiu voltar para casa, a gente estava acompanhado do meu tio, E a gente saiu andando na frente, a gente teve que passar por um beco escuro e tinha um cara que estava cheirando lança perfume e saiu correndo atrás da gente, enfim. Foi uma loucura porque a gente nunca tinha tido contato assim com uma pessoa que tivesse de alguma maneira transtornada, assim. E ele saiu correndo da atrás da gente assim, vou pegar todas, e eu caí e e saí ralando os dois joelhos, assim, no parale paralelepípedo daquele de cimento bem Crespo mesmo, e eu pra passei praticamente o resto das férias com as pernas duras, assim, sem poder dobrar. Porque na hora que dobrava, o cascão da ferida meio que que rachava, então foi uma coisa que que acabou sendo marcante para a família inteira, porque aí minhas primas e irmãs não queriam entrar no banho de mar, porque eu também não podia entrar. Enfim, foi uma coisa de que a gente teve que mudar o nosso os nossos hábitos, assim, de de férias, para poder cuidar dos meus dois joelhos, que eu tenho uma marca até hoje.
Quantos anos você tinha mais ou menos? Eu acho que eu tinha entre dez e doze anos, não sei exatamente.
Dá pra dá pra falar um pouquinho das brincadeiras que vocês tinham com as suas irmãs, por exemplo, uhum com as suas amigas dessa época. A gente brincava de várias coisas eh, boneca, principalmente Barbie, Bob, casamento, essas coisas.
A gente brincava muito de fazer comidinha, então a gente ia pro quintal com minhas primas e fazia várias comidas com panelinha de barro, arroz, feijão, ia pegando as coisas da do próprio quintal, às vezes botava umas folhas de limão dentro das coisas <laughs> pra poder experimentar. Uma coisa que a gente fazia muito era pescar em noite de lua cheia, porque é um mar super tranquilo, que é da Baía de Todos os Santos. Então quando era noite de lua cheia, a gente levava jereré, que eu não sei se você sabe o que é. Jereré ele é um é um arame, assim, redondo, e ele tem uma rede, que no fundo da rede você coloca uma pedra, e entre uma alça e outra desse arame você pendura, a gente pendurava a pelanca de de frango, de galinha, e puxa uma linha e você tem um isopor. Então a gente colocava vários jererés no mar, principalmente na Lua Cheia, que era a melhor época para pescar siri, e deixava lá. Então, a gente passava a noite brincando na praia, brincando de bicicleta na praia e e catando o o siri para, no dia seguinte, comer. Isso era uma coisa bem gostosa que a gente que a gente fazia nessa época também uhum.
Brincava na rua também?
Sim, principalmente nessa época de férias, porque em em Salvador, na onde eu morava, era uma ladeira. Então, não tinha muita essa brincadeira na rua. A gente brincava numa área que tinha com alguns primos que moravam em cima e embaixo, mas essa época mesmo assim de brincar, de tomar tomar conta da rua era era praticamente na ilha lá mesmo na ilha de Itaparica. É a gente fa falar um pouquinho sobre o o a sua educação uhum, seus estudos.
Você pode falar um pouquinho da que seja da escolinha uhum, da na escola primária uhum
A primeira escola que eu estudei era uma escola que era na minha rua. e logo depois essa escola se mudou para o mesmo bairro, mas ainda ficou próxima. Era Pequerrucho, o nome da escola e. Eu era um uma das alunas mais antigas, mesmo quando tinha cinco, seis anos, eu era uma das alunas que tinha chegado supernova e que tinha ficado até essa idade. E eles só tinham até a alfabetização. Eles não passavam disso, a escolinha era escolinha bem bem de bairro. E eu lembro que Quando eu tinha cinco, seis anos, eu não tinha sala de aula, porque todas as professoras me conheciam tanto de que eu ficava pulando de sala em sala e como minhas duas irmãs também, mais novas estudaram lá, então eu ficava ajudando minha irmã que chorava porque queria voltar pra casa, ou brincando no na areia com a outra. Então eu não tinha uma sala fixa e eu acabei até fazendo alfabetização antes do ano que eu deveria, porque eu ficava pulando de sala em sala. E eu lembro que os diretores e coordenadores dessa escola, eles eram muito, muito próximos. Teve um casamento de uma delas, que para mim foi uma tragédia, porque imaginar que aquela coordenadora estava se casando e que ia ter um marido, era como se fosse perder ela de alguma de alguma maneira. E eu lembro que a gente, por um tempo, mesmo quando eu mudei para outro colégio, a gente ainda manteve o contato, mas logo depois a escolinha fechou. E quando eu me mudei pra esse outro colégio foi um choque muito grande, porque eu saí de uma escola onde todo mundo me conhecia, onde eu tinha total liberdade pra ir pra um dos maiores colégios de Salvador, que era esse colégio São Paulo, que era dificílimo entrar, todo mundo queria entrar, então precisava fazer lobby com o diretor, com o coordenador pra você conseguir uma vaga, tinha gente até que pagava pra conseguir colocar o filho dentro da escola. E era uma escola monstruosa, era uma escola que, só de alfabetização, tinham dez turmas. Então, tinham dez turmas de cada série de alfa, primeiro ano primeira série, segunda, terceira, enfim. Então, quando eu entrei lá, foi um choque, assim, absurdo. Eu lembro que quando eu estava na primeira série, eu peguei uma professora que não... Não sabia muito lidar com com o meu jeito de de ser e eu chorava todo dia quando eu chegava em casa e e minha mãe ficava preocupada porque eu estava chorando, enfim. O engraçado é que essa professora da minha primeira série, até hoje, quando eu vou no Colégio São Paulo, ela lembra de mim como uma das melhores alunas dela, mas eu não sei o que que se... Eu se você perguntar para mim o que que acontecia, de fato, dentro da sala de aula, que eu não gostava dela, o que eu me sentia mal, eu não eu não consigo dizer o que que aconteceu. Só sei que eu que eu sofria muito e. E e é interessante perceber, porque se eu sofria, como é que ela percebia que eu era boa aluna, sabe? É uma coisa de que eu não consigo entender, porque se eu era boa aluna teoricamente, ela teria que me tratar bem, <laughs> teoricamente eu teria que me sentir bem dentro da sala de aula, mas enfim, esse foi o colégio que eu fiquei até o terceiro ano do colegial. Então eu entrei e saí desse colégio, percorri todas as as séries, conhecia todos os funcionários, diretores, foi onde eu fiz grandes, grandes amigos. E você pode falar um pouco um pouco
professor especial que você sempre... Então teve essa professora, Ana Luisa, que Ana Lúcia, que que foi marcante.
Depois disso eu tive um professor que já foi mais pra frente, que ele foi meu professor no primeiro, segundo e terceiro ano qual é o nome dele, Flávio, que foi meu professor de história, que foi muito marcante, porque esse colégio, apesar de ser particular em Salvador, todos os professores eles eram muito ativistas no sindicato dos professores. Então, praticamente, sempre que tinha greve de escola particular, que isso é uma coisa frequente em Salvador e muito frequente na época que eu estudei lá, agora não tanto, minha escola era sempre a primeira a a entrar em greve. Então ela, apesar de ser uma escola que tinha um era conservadora, os diretores eles eram eh pastores, batistas, não tinha religião na escola, ah os prof o corpo de professores era um corpo de professores muito engajado. Então que a gente sempre via questões da luta sindical lá dentro e e isso acabou se tornando muito presente, eh principalmente no primeiro e no segundo e no terceiro ano. Então ele foi um professor que que conectou conectou a história que a gente tinha dentro da sala de aula com essas coisas que aconteciam no cenário político, enfim, de Salvador, que às vezes a gente não fazia essa relação.

Você tinha uma matéria preferida?
Eu gostava bastante de história, de geografia, artes plásticas, quando tinha. E no terceiro ano, incrivelmente, eu fiquei apaixonada por biologia, mas não segui nenhuma carreira na área na área de biologia.
Dá pra falar um pouquinho das suas amizades na no colégio? Então, tem uma amiga minha que a gente começou a ficar mais próxima na na quinta série, Cláudia, e nós somos amigas até hoje né nós
Sempre teve aquelas briguinhas que volta, aquelas coisas de um amigo falar mal do outro, esse tipo de coisa. Mas a gente sempre foi muito próxima, assim, até que no ano passado, enfim, dez anos já que eu tinha saído de Salvador, ela se casou e eu fui madrinha do do casamento dela. Então, voltei para lá, para Salvador, só para para o casamento dela. Então, é uma relação, assim, de que é uma relação forte. E tem outros amigos que eu acabo mantendo o contato. Tem outra amiga que a gente ficou mais próxima na oitava série, que ela está chegando aqui amanhã em São Paulo. Minha casa acaba se tornando aqui em São Paulo. um ponto de de chegada, de encontro dos baianos que vem fazer alguma coisa. Então ela se formou em medicina e está fazendo uma pós-graduação. Então uma vez por mês ela vem para cá e fica na minha casa estudando. Então são são conexões que ainda são fortes.
A gente falou até o terceiro grau e depois do do terceiro grau. Então quando eu estava na oitava série, eu decidi fazer comunicação.
E nessa época eu me envolvi com uma organização chamada Children International Summer Village, CISVE, que é uma organização que promove a paz mundial através de intercâmbios culturais. Então eu fiz alguns intercâmbios para Dallas, no Texas, e alguns intercâmbios nacionais. E depois eu me tornei diretora da do Junior Branch de Salvador, que era responsável por fazer as atividades locais. Então foi aí que eu tive muito contato com pessoas tanto de fora do país como pessoas do próprio Brasil, que também faziam parte dessa diretoria Júnior. E aí eu decidi que eu queria fazer comunicação e que eu queria fazer comunicação em São Paulo, que eu queria fazer na melhor faculdade possível e em Salvador na época só existia comunicação jornalismo, não existia comunicação a coisa mais mais ampla, que eu es que eu esperava encontrar aqui. Então eu vim para São Paulo, passei na faculdade chamada Esse Pê Eme, Escola Superior de Propaganda e Marketing, e acabei me decepcionando um bocado com a faculdade, porque eu queria ter uma visão de comunicação mais ampla e não uma comunicação voltada só para propaganda e marketing. Então acabei fugindo do jornalismo para não ser uma coisa específica, acabei entrando em outra. porque minha vontade já era começar a trabalhar com comunicação para a área social. Então, tentar utilizar metodologias, ferramentas de comunicação para questões e objetivos sociais. E isso eu não encontrei na faculdade. Foi uma grande decepção. E teve outro momentos interessantes na faculdade mesmo assim?
Teve. <laughs> No começo foi uma grande decepção.
Então eu eu falava de terceiro setor, de ONGs, e ninguém conseguia me compreender. Os professores não sabiam o que era isso. Dez anos atrás isso, se falasse terceiro setor, eles pensavam que era setor terciário sabe. Não era não um terceiro setor de organizações, investimento social privado. Então, alguns professores foram mais sensíveis, assim, para poder me ouvir e também se conectar com essas coisas que estavam começando a ficar mais aparentes na imprensa e tudo mais. Então, foi aí que eu entrei logo na na empresa Júnior, da faculdade, e eu comecei dentro da da empresa Júnior a construir não só projetos, que a empresa Júnior ela presta serviço para para organizaço, para para empresas, e são os estudantes que gerenciam a empresa. com o apoio dos professores. E aí a ideia era criar dentro da empresa Júnior um núcleo para atender ONGs, que não existia antes. Então foi a partir daí que eu comecei a conhecer professores que estavam interessados em tocar isso também e onde eu encontrei amigos com os quais a gente acabou fundando uma ONG, que se chamava Marco Três, Marketing e Comunicação para o Terceiro Setor. Então, ainda dentro da da faculdade, no terceiro ano, a gente fundou essa ONG e começou a atuar. Primeiro, voluntariamente. A gente praticamente pagava para poder fazer esses trabalhos com organizações, com redes e movimentos e. E depois, pouco a pouco, a gente foi conseguindo financiamento e realizando nossos próprios projetos. Então, na verdade, a faculdade, apesar de não me dar uma bagagem do que eu estava procurando, ela foi o espaço onde encontrei as pessoas com as quais eu pude construir essa organização e, de qualquer forma, ela me deu uma bagagem também de conhecimento, planejamento estratégico, que foram coisas fundamentais para fundar uma Tá a gente vai voltar depois sobre o lado profissional, mas a gente vai voltar um pouquinho na na adolescência uhum eh.
Você tinha, a gente falou das da das brincadeiras, as as atividades e tais, você você praticava algum esporte Eu nunca pratiquei esporte. Não. Minha irmã
Minha mãe, apesar de ter um metro e sessenta, ela foi jogadora de uma seleção baiana de volei eh e eu nunca. Ela era levantadora, e eu nunca participei de de de jogos ou de esportes assim. Eu fiz balé desde os dois anos de idade. Então eu dançava, fazia balé clássico, dança moderna. Fiz até o terceiro ano, quando no meio eu parei para me dedicar mais mais o vestibular. E a gente fazia todo ano apresentações no Teatro Castro Alves, que é um teatro monstruoso. E eu lembro do cheiro ainda, do palco, do cheiro das de ficar correndo entre as poltronas enquanto as outras pessoas ensaiavam. Que na minha adolescência o Teatro Castro Alves ele ficou fechado por muitos anos, eh porque ele estava em reforma e. Enfim, eu não voltei a dançar lá depois da da minha infância. dançava em outros teatros que tinham em Salvador. Então, essa também é uma coisa marcante assim. Eee.
Na adolescência, você frequentava, você tinha amigos e turmas e tal. Você começou a namorar, você tinha um namoradinho.
Meu primeiro namorado, que eu chamei de namorado, foi um paulista. <laughs> Mas não foi o motivo pra eu, de eu depois, ter decidido vim pra cá. Quando eu estava participando dessa organização do CISV, ele também participou de alguns intercâmbios, o nome dele era... A gente chamava ele de Beto. Eee ele morava em São José dos Campos, ele participava dessa diretoria Junior de São José dos Campos. Então, foi quando a gente começou a namorar, um namoro meio à distância, com com muitas cartas, muitos presentes, a conta de telefone monstruosa, não existia internet ainda, enfim. E com várias surpresas, assim, teve um dia mesmo que eu estava estudando, estava no meio da escola, sei lá, acho que estava no primeiro ano. E quando eu saí de uma prova, ele estava lá. Então, minhas amigas meio que arrumavam com ele todo um esquema para fazer esse tipo de surpresa. Ele pegava o ônibus trinta e duas horas para ir para Salvador, para a gente se ver. Então, foi uma época gostosa, assim.
Vocês ficaram um tempo... A gente ficou junto quase três anos.
nessa loucura entre Salvador e e São José dos Campos assim.
Você terminou, você se formou eh depois de cinco anos de faculdade? Depois de quatro. Quatro? É. E a sua vida profissional tinha começado. Você pode contar um pouquinho como que foi a ah o ingresso assim da vida profissional, por favor.
Foi uma coisa muito natural, porque logo quando eu cheguei aqui, Apesar de minha mãe e meu pai me sustentarem, me darem apoio para para eu viver aqui, sim. O apoio deles não tinha como vim fazer uma faculdade particular, ter todos os gastos de morar em São Paulo. E eu já comecei a fazer alguma coisa eu não Hum não conseguia ficar... Me me me agoniava essa questão de de ter que depender deles. Então, logo no primeiro ano, eu já comecei a fazer pesquisa. Então, trabalhei na Research International, que é uma empresa de pesquisa. ia fazer pesquisa de rua mesmo, aquelas pessoas chatas que ficavam parando pra poder fazer pesquisa, eles já tiravam uns trocados, enfim depois. Aí, logo depois, eu entrei na empresa Júnior. Então, eu comecei na empresa Júnior como consultora Júnior, onde a gente já recebia eh pelas consultorias que a gente fazia, e eu lembro que depois de um ano e meio trabalhando lá, eu consegui juntar dinheiro suficiente e consegui passar um mês na Espanha, estudando Espanhol, que era a vontade que eu tinha. E logo quando eu voltei, me tornei diretora. E ao mesmo tempo que eu tomei me tornei diretora com esse projeto de ONGs, foi quando a gente começou a fundar a organização. Então, foi um trabalho que já começou paralelo em nove e e foi uma coisa assim de que parece que a gente decidiu, vamos fundar uma ONG, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo não, mas foi uma coisa que foi acontecendo. A gente queria fazer projetos sociais, queria trabalhar com isso. E aí, para isso, era necessário um Cê Ene Pê Jota para receber recurso. Então, foi umas coisas que foram simplesmente Acontecendo e quando eu via, estava numa organização, já com mais de dez pessoas trabalhando junto com a gente, enfim, foi um processo meio, ao mesmo tempo consciente, mas que a gente não tinha a mínima noção do que significava fundar uma ONG, captar recursos, e o quanto isso ia trazer para a gente de aprendizado ou enxergar isso como uma carreira. A gente não tinha essa visão de enxergar aquilo como uma carreira né, decidimos fazer isso e isso é a nossa carreira. Era muito mais um um impulso de fazer alguma coisa, contribuição para a área social e de tentar eh eh colocar ferramentas e metodologias de comunicação e mobilização social a serviço do da área social. Então isso foi acontecendo em em dois mil e um. Nós fundimos essa ONG, marco três, com a outra ONG chamada proação. A gente começou a construir um projeto em Santos de imobilização juvenil chamado Gincana da Cidadania. E foi o projeto quando a gente teve mais funcionários. Assim a gente, na verdade, acabou contratando pessoas que eram mais velhas do que a gente e. E foi uma responsabilidade muito grande. Depois que a gente fez esse projeto juntos, nós fundimos as duas organizações e criamos a Aracati, a agência de mobilização social. que tinha como objetivo trabalhar com mobilização social e participação, com movimentos, redes e projetos sociais. E só depois disso, a Aracati teve o deu um foco em juventude. Então, hoje a Aracati ela trabalha com participação juvenil, mais focado. Mas foi muito pesado passar por esse processo. Não foi fácil se dar conta aos vinte e três anos que tinham sei lá, dez pessoas que dependiam da gente para a gente captar recursos e quando o projeto acabou a gente teve que demitir essas pessoas e isso afetava completamente a vida dessas pessoas. Foi um peso muito grande perceber que isso tinha tinha chegado a esse nível e de que a gente estava investindo a vida toda naquilo, né? Então, em dois mil e três eu decidi sair da organização e experimentar ser responsável só pela pela minha vida, assim. Eu tinha me envolvido com isso, sei lá, com dezenove, vinte anos. E quando eu cheguei nos vinte e três, vinte e quatro, eu percebi de que não precisava, sabe, ser responsável só pela pela minha vida. Então, eu deixei Aracati, terminei o namoro que eu tinha aqui em São Paulo e e decidi me jogar no mundo. Assim eu tinha um um grande objetivo, um objetivo não, uma ideia de que eu queria experimentar como era a vida na Índia assim, mas eu não tinha grana para poder comprar passagem, para ir para a Índia e ficar lá, porque com certeza eu não ia ganhar dinheiro lá né, então só ia gastar dinheiro na Índia. Então eu decidi ir morar na Europa, e lá quando eu cheguei na Europa acabei indo parar em Londres, E quando eu cheguei em Londres, meu objetivo era esse. Era trabalhar, ganhar dinheiro o suficiente para eu conseguir me manter da Índia uhum.
E aí tem várias histórias.
Dá para contar justamente essas histórias de viagem.
Você foi para o Texas, você foi para a Espanha, foi para a Europa depois.
É, na verdade, tem um deu uma linha aí de de viagens. A primeira mesmo mais importante foi essa que eu fui para para Dallas. Eu tinha doze anos.
Dá para explicar.
Eu era a mais nova de uma delegação de dez pessoas de Salvador. E era um intercâmbio onde a gente passava um mês lá. Depois de um ano, a pessoa que eu fiquei na casa, ela vinha para Salvador e ficava na casa da minha família. Então, um programa de intercâmbio diferente, porque na verdade não é para morar lá seis meses e. E quando eu fui para lá, eu caí numa família tortuosa. Foi terrível. Eu falava pouquíssimo inglês na época. E acabei ficando numa casa de uma menina, que ela fazia balé também. Então achavam que tinha alguma... que existia alguma sintonia entre eu e ela. Mas quando eu cheguei lá, a família dela era terrível. A mãe dela era uma daquelas bem grosseiras, que não deixava ela se expressar, que não deixava ela falar. Ela era super tímida. Todo mundo, inclusive o marido dessa mulher, nome dele era Patch Adams eh. Sabe, não não deixava... Ela fazia o que ela queria na casa. Tinha muitos absurdos Eu tentava ligar para minha casa no Brasil a cobrar e ela não deixava fazia escândalos dizendo que eu não podia ligar para minha casa. Enfim, foi terrível. Mas no meio desse processo, perguntaram se eu queria mudar de casa. Existia essa possibilidade, porque eles viam de que eu estava sofrendo muito. E eu não quis mudar de casa, porque essa menina que iria na para minha casa no ano seguinte, o nome dela era Laura, ela também sofria muito com a mãe dela. Todas as pessoas, os americanos que participavam também do intercâmbio, ninguém suportava a mãe dela. Eu sabia que se eu saísse do programa, quem a pessoa que ia mais saísse da casa dela, quem ia sofrer mais era ela. Então, as pessoas me deram suporte para aguentar ficar na casa dela e no ano seguinte, Laura veio para minha casa e. E ela se transformou, assim, longe da mãe dela, ela se tornou outra pessoa. E no dia que a gente se despediu, que a gente se viu pela última vez aqui no Brasil, Ela só fazia chorar, assim eu já tinha treze anos, falava um pouquinho mais de inglês e ela só fazia chorar, agradecer e pedir desculpa pelo que tinha acontecido na casa dela. Então assim apesar de ter sido muito traumatizante, por outro lado acho que foi foi muito significativo assim para mim viver esse processo. Depois, quando fui para a Espanha, já foi uma coisa mais independente. Eu já tinha dezenove anos, queria experimentar como seria ficar na Europa um mês. Então, eu estudei espanhol, fiquei numa escola de espanhol lá, e morando sozinha com outras pessoas, indo para boate todos os dias. Salamanca é maravilhosa para para esse tipo de coisa, porque você entra em todos os bares, boates, você não precisa pagar para poder entrar. chegava em casa qualquer hora, não tinha perigo, sentia um pouco essa liberdade que apesar de estar morando em São Paulo, eu não sentia, porque aqui existe um um perigo que você está sempre em contato com isso e lá não. Então lá em Salamanca foi muito bacana, depois meus pais passaram por lá e minha família, e a gente continuou a viagem por outros lugares da Europa, mas esse um mês que eu fiquei lá sozinha em Salamanca foi muito, muito bacana. Uma lembrança si significante para você? Eu estava numa praça na praça maior de Salamanca, passeando, e tinha esse meu ex-namorado, Beto, de anos atrás. Eu sabia que ele estava passeando pela Europa com mochila, fazendo uma viagem com mochila, com um amigo meu de Salvador, o Bruno, que também era do CISV. E teve um dia que eu estava passando pela praça maior, e quando eu olho para dentro de uma cafeteria, está Bruno e Beto. Eu nunca ia imaginar que os dois estariam em Salamanca, naquele mesmo lugar, exatamente quando eu estava e e. Foi super bacana, a gente se encontrou e saímos juntos e e Foi muito gostoso assim, não preparar, não planejar nada, e de repente encontrar um ex-namorado de adolescência e e um super amigo, entendeu? Foi muito, foi muito gostoso. Você estudou na Espanha?

Estudei só um mês, espanhol.

Quai quais são os outros países que você. Que eu já viajei?. Que você visitou nessa nessa. Nessa época?. Desse ano? Portugal, que meu pai estava fazendo doutorado em Portugal.
E aí eu passei por Portugal e depois fui para a Espanha. E aí depois a gente foi para a Turquia, na excursão com a família toda. Então a gente conheceu bastante aquela região da Turquia, depois voltamos para a Espanha, aí já com a minha família. visitamos outra cidade da Espa, outras cidades, Madri, Córdoba, e outras ci Granada, outras cidades e voltamos para Portugal, vi viajamos um pouco por Lisboa, Porto, que era a cidade que meu pai estava Porto, enfim, e depois voltamos para o para o Brasil.
E essas viagens tiveram um efeito na sua vida, na volta no Brasil?
Acho que sim, foi a primeira vez que eu tinha ido que eu fui para a Europa assim, eu acho que o mais marcante foi o fato de ter vivido lá um um mês sozinha sabe, o sentimento de de liberdade, de independência, que eu acho que naquela época foi muito importante assim para mim, para sentir sentir de que eu tinha trabalhado aqui, juntado meu dinheirinho, pago minha escola lá, minha estadia lá, acho que isso foi muito significativo. Na Turquia também foi muito interessante, mas a gente estava na excursão. Então, é como se você tivesse uma um vidro entre. você e aquelas cidades, aquela realidade que você está vivendo só pelo fato de a gente estar numa excursão turística. Então, apesar de ter convivido com realidades muito diferentes na Turquia, de ter visto mulheres e mulheres andando com véus, que a gente, enfim, não tem aqui no Brasil e tudo mais, ainda existia essa distância porque a gente não se relacionava, não estava dentro do cotidiano dessa dessa família, ou daquela cultura. Mas foi importante também perceber como as pessoas viviam de uma maneira completamente diferente da minha assim.
Eu gostaria de saber mais sobre o o o que que te levou a a área social. Uhum a gente estava falando da sua... uhum se você poderia explicar um pouquinho mais essa... É, eu acho que para falar isso vai acabar voltando lá para os meus bisavós. <laughs>
Os meus bisavós maternos foram pessoas Sim, é porque dessas horas eu esqueço. É Arlindo, o nome dele, e Normélia o nome dela. Os meus bisavós paternos do meu avô materno eh a. A minha bisavó, a Normélia, ela nasceu numa cidade chamada Mucugê, que fica no re na na parte da chapada Diamantina na Bahia. que foi uma região muito, muito rica, onde as pessoas iam para col coletar diamantes. E assim, lá é no meio das montanhas, é bem no centro da Bahia, e ela tinha aula de latim, de francês, tem um piano que chegou para ela da Europa, que chegou lá em Mucugê, e esse piano está até hoje lá, então ela teve uma formação super clássica, super assim. E ela se apaixonou por meu bisavô que era uma pessoa que não tinha nada. Meu avô ele, meu bisavô, ele andava em cima de um jegue vendendo homeopatia. Naquela época era ele que fazia os próprios remédios e ele era pastor batista. Então ela se apaixonou por meu bisavô e e saiu e largou tudo, largou a família inteira, foi viver com meu bisavô. Enfim, existe algum alguma coisa na na relação deles dois e que depois passou para os meus a para o meu avô de que era uma relação muito próxima de consideração ao outro, de construir as coisas de uma maneira mais humana possível. Minha avó teve cinco filho minha bisavó teve cinco filhos, meu avô é o mais novo deles. E eles sempre foram criados dentro da da igreja da igreja batista com uma formação assim Apesar da humildade, porque sempre viveram em pobreza mesmo, porque meu bisavô não tinha nada e minha avó não tinha levado nada com ela, da família. Então, meu bisavô ficava viajando e o dinheiro que ele trazia era o dinheiro que os cinco filhos deles se alimentavam. Ele tinha algumas conexões com a igreja Batista, o que fazia me o que fez meus bisa meus avós, meus tios avós eh estudarem em colégios muito bons. Mas não tinha nenhum tipo de luxo. Meu bisa meu avô, meu avô eh, ele saiu da escola quando ele tinha oito anos de idade. Uma família que sempre valorizou a educação de uma maneira muito extrema ele. Uma professora bateu nele quando ele estava na oitava série e. E a partir dali, ele não quis mais ir para a escola. E minha bisavó, em toda a sabedoria dela, conseguiu, apesar da importância que ela dava a educação, conseguiu perceber o quanto Era sofrido para meu avô voltar para a escola e se relacionar dire de novo com aquela com aquela professora, com aquela autoridade dentro da sala de aula. Então eles passam ah a estudar em casa. Então meu avô, ele praticamente tudo o que ele estudou foi em casa com os irmãos. E minha avó falou de que meu avô começaria a trabalhar. Então esse significado que teve para meu avô de sair da escola porque ele não conseguiu ser compreendido por essa questão da autoridade Ao mesmo tempo, ele ter conseguido estudar sem ter nenhuma formação. Acho que foi uma coisa que foi sempre muito presente na minha vida. Todos os meus tios-avós são formados, o que naquela época era uma raridade né. Eu tenho um um tio-avô que é formado em história e geografia, a outra que é formada em letras. Noventa anos agora, naquele tempo era super raro. Meu avô era o único que não tinha tido uma formação, mas era sempre o que Ele é até hoje a pessoa que minhas tias-avós recorrem quando querem ouvir um conselho, quando querem ouvir uma palavra amiga. Então acho que esse histórico de meu avô sempre foi muito presente na minha vida, na maneira que minha mãe cresceu também, da maneira que minha avó eh criou a gente. Então a gente sempre teve uma relação muito próxima com as pessoas, independente de de classe social, independente de cor de pele Então, todas as pessoas que, alguma vez, trabalharam lá em casa, seja babá, cozinheira, a gente frequentava a casa dessas pessoas. Então, a gente passava, às vezes, um sábado e domingo, no meio de uma quase uma favela, comendo junto com aquelas pessoas, brincando com os sobrinhos e os filhos daquelas pessoas. Então, nunca teve essa distância. E começar a perceber quando eu estava na escola e quando eu estava entrei nesse movimento do CISV, de que existia uma distância dentro da própria cidade, entre as pessoas por causa dessas questões, era uma coisa que me sempre me marcou muito, entendeu? Tem um momento especial, uma um evento especial que te fez realmente fazer essa perceber, essa distância.
E eu acho que eu não consigo perceber, assim, um um um momento exato.
Eu acho que foi uma coisa que estava muito diluída durante a minha vida, a forma como fui criada, os valores que Enfim, que foram passados e que a gente cultivou na família, então foi uma coisa muito presente. Fora isso, minha mãe acabou trabalhando numa fundação né uma fundação de que. Minha mãe não foi para para lá, para essa fundação, como uma escolha profissional. Tipo, ah, eu vou trabalhar na área social. Foi o trabalho que apareceu naquela época, a Fundação Odebrecht. Era uma fundação para funcionários, então ela não bene beneficiava o público externo. Era uma fundação que ela beneficiava os próprios funcionários quando minha mãe foi trabalhar lá porque ela tinha feito um mestrado em em Erre Agá e ela acabou indo para lá. Então, perceber minha mãe trabalhando na Fundação Odebrecht, que depois também começou a trabalhar com público externo, começou a trabalhar com sexualidade, foi uma fundação pioneira para trabalhar com adolescentes. É referência no Brasil em trabalho com juventude, com adolescentes. foi começar a perceber de que existia uma uma forma de trabalhar tudo aquilo como como uma questão profissional né. Eu acho que o fato de minha mãe trabalhar numa fundação empresarial me mostrava de que existia uma possibilidade de unir todas essas questões que, para mim, eram importantes na minha vida pessoal, com uma forma de contribuição e de me sustentar também. Então, acho que foi fundamental também ter minha mãe como referência uma pessoa de que estava trabalhando, que ganhava o recurso dela, que sustentava ajudava meu pai a sustentar a família e e de que o trabalho dela tinha essa contribuição. Então, acho que perceber minha mãe nesse nessa posição que ela estava também foi fundamental para perceber de que eu podia unir essas duas coisas na na minha vida. Então, acho que por aí por aí foi essa escolha.
A gente vai falar do... Eu eu gostaria de conhecer o seu dia a dia no trabalho uhum eh e. E também, de repente, um um projeto que você está... Que você realizou, que você realmente se ficou super orgulhosa. É, tem esse projeto que eu acho que, na verdade, ele... Teve tudo de bom e tudo de ruim, ao mesmo tempo.
Foi um projeto que a gente construiu em dois mil e um e dois mil e dois, na cidade de Santos. Que foi quando a gente fundiu as duas organizações. o Marco Três e o Proação e cria o Aracati. Então foi um profe um projeto super desafiador porque a gente quis envolver todas as escolas estaduais, públicas e particulares da cidade de Santos. A gente acabou trabalhando com vinte e cinco escolas e a nossa previsão orçamentária era trabalhar com dez. Então a gente teve que dar todo o sangue para conseguir tocar isso para. Foi a primeira vez que a gente teve uma equipe que nós coordenamos. Então foi um espaço super fértil porque os financiadores eles deram a liberdade para a gente modificar todo o projeto. Então antes era um projeto de voluntariado de jovens e dez escolas. Eles deixaram a gente mudar para um projeto de mobilização social, com foco em juventude. Então a gente trabalhava com imprensa local, com empresariado e com os jovens dentro da das escolas. Então foi um foi, na verdade, hoje a gente, todo mundo que passou por essas experiências, eu, Carla, Luciana, Antônio, Fabiana, eh tudo o que a gente vai fazer hoje é como se tivesse tido alguma experiência que tenha acontecido dentro da gincana, que que iniciou esse processo de aprendizado muito muito forte. Mas, ao mesmo tempo também, foi um projeto que que demandou demais de mim. Nessa época eu estava fazendo, morava aqui em São Paulo praticamente ia todo dia para Santos eee eu comecei um curso de pós-graduação na USP. Então eu estava completamente estafada porque tinha esse projeto em Santos, tinha outros projetos, projetos que a gente trabalhava com redes de organizações sociais. Alguns aqui na zona oeste de São, umas na zona oeste de São Paulo, outra em em Santos também, que era um projeto de unir organizações sociais para juntas do que elas poderiam fazer para ter uma maior um poder político, o maior poder para a captação de recursos, enfim. Então, foi um ano de que... Foi um ano estressante, ao mesmo tempo de aprendiza muitos, muitos aprendizados, mas, ao mesmo tempo, um ano de de ficar cara a cara com todos os meus desafios, tantos profissionais como pessoais. Porque foi só trabalhando com pessoas que a gente começa a perceber as nossas dificuldades de lidar com as pessoas e começar a olhar também para a gente e e perceber quais são esses desafios em mim né, o que é que em mim está gerando essas dificuldades. Trabalhou com um processo chamado grupo operativo, que ele trabalhava muito isso. A gente conseguiu se enxergar como um todo naquela equipe, então não tinha nada que ficasse de fora, mesmo da vida pessoal que estaria afetando ali. Então a gente aprendeu a ler como é que o grupo funcionava e como às vezes um comportamento, um hábito nosso, se eh se mostrava na relação do grupo que estava trabalhando ali. Então foi quando eu e eu comecei a lidar com a minha autoridade, que às vezes eu acho que ela vinha de uma maneira muito forte e que não respeitava o ritmo e o processo das pessoas. Foi como eu comecei a a lidar com a minha pressa em resolver as coisas. Que eu comecei a lidar com a minha obsessão por planejar e e controlar todos os processos e ter todos os resultados eh, enfim, todos os resultados alcançados. Então, foi quando eu comecei a lidar com todas essas coisas que existiam em mim e comecei a perceber de que eu não queria ser ser assim. Então, foi um super aprendizado profissional, foi um super aprendizado pessoal, mas que foi tão intenso que foi logo depois da gincana da Cidadania desse projeto que eu resolvi sair da Aracati. Porque ele tinha sido tão intenso. Eu tinha percebido, percebi tantas coisas que eu queria mudar em mim e que se eu continuasse com aquelas pessoas que eu tinha convivência, com aquele papel que era esperado de mim como uma das diretoras da organização, eu não conseguiria ressignificar essas questões em mim. Eu não conseguiria abrir mão de certos comportamentos, porque como a gente era um grupo, então eu trazia algumas questões e outras pessoas outras, então era como se esse papel sempre fosse esperado de mim. Então foi quando eu decidi sair da Aracati e faz passar um tempo fora do país. Foi quando eu decidi sair do país e sem data para voltar. As pessoas perguntavam quando é que eu ia voltar, quando é que eu não ia voltar. E eu não tinha, eu só queria viver cada dia como um dia poder me reconectar comigo, poder eh mudar, poder ter um ter um espaço de liberdade onde essas pessoas não esperassem nada de mim, porque se elas não me conheciam, como é que elas podiam esperar alguma coisa de mim? Então foi quando eu fui para a Europa, passei um pouco pela Europa, acabei conhecendo a amiga de uma amiga que estava na Inglaterra e falou que lá eu conseguiria, enfim, trabalhar e... conseguir al algum dinheiro e foi quando eu acabei indo para lá, em dois mil e foi março de dois mil e três.
Dá para contar essa história da da Inglaterra? Foi bem significativo assim, porque na verdade eu estava nesse momento assim de de uma nova vida assim, de morte de vários hábitos e de e de poder viver outras coisas.
E nessa época, meu pai tinha acabado de apresentar o doutorado dele, meu pai e minha mãe estavam passeando pela Europa. E eu saí da Aracati e fiz passaporte e comprei passagem e em um mês eu já estava na Europa. E aí eu aproveitei e fui encontrar com meu pai e minha mãe. Passei um pouco com eles lá na Europa, em Paris. Meu pai e minha mãe estavam em Paris. E foi super significativo, assim, saber que eu estava chegando em Paris e que, de uma certa maneira, meu pai e minha mãe estavam me esperando de novo, como há vinte e três anos atrás, sabe? Foi muito significativo perceber essa conexão do renascer e meu pai e minha mãe estarem me esperando ali de novo para me acolher naquele momento de total desespero, de insegurança, mas ao mesmo tempo de uma de uma força muito grande de de de ver o que que viria daquilo. Então eles me acompanharam um pouco, acompanhei eles um pouco pela viagem, pela Europa, depois foi aí que eu entrei em contato com essa amiga de Londres e acabei morando em Londres. O primeiro dia que eu cheguei em Londres, eu não tinha lugar para ficar. Essa minha amiga ela não podia me hospedar, porque, enfim, o esquema lá é super... trash. Então, ela morava em outra casa que não dava para ela me receber. E minha irmã mais nova conheceu um cara que morava em Londres, que era baiano, etc cetera, que era arquiteto, tinha sido aluno de meu pai, mas meu pai nem lembrava quem era, e ele se habilitou para me receber na casa dele. Então, a primeira semana que eu morei em Londres, o primeiro dia que eu cheguei lá, eu encontrei Paulo, que eu não sabia quem era quando eu saí do Eurostar lá, do trem, que eu saí da França para para Londres, fui dormir na casa de uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, que ninguém que eu conhecia, conhecia ele pessoalmente, dormi numa cama de casal com ele, durante uma semana, e eu estava bem, sabe eu Nenhum momento se passou pela minha cabeça ter medo dele, ou o que poderia acontecer, nada. Enfim era uma, não sei o que, eu não consigo explicar, mas assim, era como se eu tivesse tanta certeza que eu tivesse que viver aquilo, que, para mim, ir dormir na cama de casal com um desconhecido, que eu nunca tinha visto na vida para mim eh. Não era nada demais, entendeu? Então, foi muito foi muito bacana, assim que as coisas aconteceram em Londres. Eu não consegui visto de estudante, então eu trabalhei ilegalmente lá. Você fazia? Fazia de tudo. Eu passei um mês tentando emprego e desesperada, porque eu só estava fazendo gastar e gastava em pounds né, que é um absurdo. Tudo caríssimo e. Então, comecei fazendo faxina. E a primeira faxina que eu fiz foi na casa de uma indiana, <laughs> que era o lugar que eu queria ir. Então, foi muito foi muito engraçado. Então, eu fazia a faxina, alguns amigos iam me conectando com outros eh. Comecei a ser babysitter, então, nanny, então, cuidei de duas crianças. que eram descendentes de francês. Nasceram na França, mas depois estavam morando em Londres. Trabalhei como garçonete no restaurante do zoológico de Londres, que foi muito bacana também, porque a gente fazia recepção e jantares no meio das jaulas dos leões, das girafas. Eles fazem isso. Meio que vendem esse serviço de fazer recepção de champanhes, jantares, almoços e churrasco no espaço do do zoológico. Então isso foi bem bacana. E também trabalhei num site chamado eLondres. que é um site que ele dá informações para brasileiros que querem morar em Londres. Eu trabalhava aí mais na área, mais de comunicação, trabalhava vendendo anúncios para anunciantes de lá para sustentar o o site. Então, eu fiz de tudo um pouco em Londres e e consegui o o que eu precisava para ir morar na na Índia. E o engraçado é que as pessoas não acreditavam que eu fosse sair de lá, porque dificilmente você encontra uma pessoa Eu fui morar com dez pessoas, a casa que eu morava. Eu dividi o quarto com umas duas pessoas, uma brasileira e uma vietnamita. Na casa tinha francês, tinha português, tinha um polonês, enfim. E foi super gostoso morar nessa casa. Mas essas todas essas pessoas que moravam comigo, elas tinham perfil muito diferente de mim. Eram pessoas que, de alguma maneira, não tinham conseguido fazer faculdade, que não tinham uma vida muito certa no Brasil. Então, quando eu falava de que eu tinha me formado, que eu tinha um trabalho, eh... Inicialmente, eles achavam que era mentira, porque era eu estava dentro de um círculo de brasileiros que eram todos ilegais, que a mentira era uma coisa muito frequente. Então, eles duvidavam que eu fosse formada, duvidavam que eu tinha largado o trabalho aqui, enfim, eles não conseguiam compreender muito... como é que eu, que era trabalhava numa organização que eu fundei, tinha um salário, tinha uma casa aqui no Brasil, tinha uma profissão, tinha largado tudo para poder ser faxineira em Londres e juntar dinheiro. Mas foram um dos momentos mais felizes da minha vida, porque eu fazia faxina com um prazer absurdo, sabe? Era como se eu começasse a perceber o significado das coisas nas mínimas coisas e o fato de Eu ser responsável só por mim ali e de ter toda essa liberdade, foi muito era muito gratificante. Era mil vezes mais prazeroso do que era o meu trabalho aqui antes. E depois que eles começaram a acreditar que eu era a pessoa que eu era, et cetera et cetera. Eles começaram a duvidar que eu fosse embora, porque começou a surgir oportunidade de trabalho lá. Interessantes por causa do meu passado, da minha experiência e tal. E a maioria deles acabam se planejando para passar um ano, juntar um certo dinheiro, voltar para o Brasil, mas acabam ficando. Então, eles duvidavam que quando eu chegasse e juntasse, sei lá, não lembro agora qual era o valor de pounds que eu precisava juntar, de que eu fosse para a Índia. Então, quando eu comprei minha passagem da Índia e fui, também foi uma <laughs> foi um momento meio especial, assim. Pode contar o momento?
O que aconteceu aí? É. É, teve vários momentos.
O momento mais especial foi quando eu consegui o meu primeiro emprego lá. que eu falei que quando eu tivesse o meu primeiro emprego, lá eu ia dar uma feijoada para todo mundo da casa e todo mundo que eu conhecia. Então, logo depois que eu consegui meu primeiro emprego, eu fiz uma feijoada monstruosa, tive que usar os quatro as quatro bocas do feijão, a casa era super pequena, então eu teve que fazer rodízio para as pessoas comerem e tal. Depois, eles queriam até que eu abrisse um negócio de vender de vender <laughs> feijoada lá em Então, esse foi um momento significativo, porque era como as coisas quando as coisas começaram a se realizar para mim. Depois não teve um momento assim tão significativo de, ah, juntei isso ãh. Mas momentos com cada pessoa ficou sabendo de uma de um jeito como eu tinha conseguido, que eu tinha comprado a passagem. E aí tinham aqueles que ficavam com saudade já, aqueles que queriam ir comigo, aqueles que, enfim, teve todo tipo de de gente. Muitos me levaram até até o aeroporto no dia que eu fui viajar. São pessoas que eu tenho contato até hoje também.
E a sua ida para a Índia? Na minha ida para a Índia, eu entrei em contato com um amigo, que ele ele era coordenador de um trabalho social da religião Bahá'í.
E tinha algumas organizações na Índia que eram religi eram organizações Bahá'i. Então foi através dele que eu consegui organizações para ser voluntária. Então eu fiz alguns contatos durante esse tempo que eu estava em Londres para ir ser voluntária nessa organização. E aí, quando eu cheguei na... em Londres, em em Deli, a pessoa sabia que eu ia chegar, mas ele não me deu certeza que ia buscar. Então quando eu cheguei em em Deli, eu eu não sabia quem era a pessoa que ia me buscar nem nada. Eu fiquei desesperada quando eu saí no aeroporto, não tinha ninguém, ninguém, ninguém. E daí eu vi... ele que me identificou, ele nunca tinha visto uma foto minha nem nada. <laughs> Ele não tinha me identificado, ele não tinha... Eu não tinha dito qual era a roupa que eu ia nem nada, mas como era uma das poucas ocidentais que chegou lá, ele veio na minha direção e perguntou, você é Tiana, eu só sorrio, ok, então a a partir daí a gente foi junto para outra cidade, chamada Lucknow, que foi onde eu trabalhei dentro dessa organização, editando livros de jovens, então livro de empoderamento e participação dos jovens. Eu trabalhei eh criando histórias, ideias e perguntas para a reflexão desses livros de de jovens.
E a sua e a sua percepção da Índia, o que teve uma um efeito... A Índia teve muitas coisas na Índia que se for falar. Não é por acaso. Tem que ser o dia inteiro. <laughs> Então. Porque aconteceram muitas coincidências na Índia.
Quando... Enfim, eu eu sempre falo para as pessoas que querem ir para a Índia de que passar um mês lá, você não conhece nada. Porque você precisa de tanto tempo para desaprender e se desapegar dos seus padrões de pensamento e do que é uma coisa, do que é outra, o que é certo ou errado, que você não tem tempo de absorver o que tem lá. Então, acho que eu passei um bom período desconfigurando imagens de como as pessoas viviam, o que significava ser feliz, o que significava isso, quebrando todos os paradigmas que eu tinha de olhar as coisas para poder conseguir absorver a forma de existência deles, assim. Então, acho que isso foi uma coisa muito profunda, assim, esse processo de perceber... Era como se eu estivesse em outro planeta. É como se estivesse em outro... Você morar na Índia é como se você estivesse em outro planeta. Eu não estava em organização ocidental, eu não tinha nenhum ocidental junto comigo. Então, era como se eu realmente estivesse em outro planeta. Então, tive que reaprender a fazer tudo, a forma de vestir, a forma de falar, a forma de caminhar. Não podia olhar para as pessoas de um certo jeito, não podia sair de de casa sozinha depois de seis horas da noite, não podia beber água em qualquer Enfim, foi um super aprendizado. E aí, no momento de você que eu me permiti eh absorver essa realidade depois de ter desaprendido esses paradigmas, foi muito foi muito bonito e muito leve. As coisas começaram a acontecer de uma maneira muito Assim, meio mística. Até... Eu ia visitar lugares, me deixavam lá num, uma vez eu fui no Ganges, lá em Varanasi, e eu estava na casa de uma pessoa, a pessoa não estava e me emprestou a casa, eu fui para o rio, lá para o Ganges, e depois eu não sabia voltar, não, estava sem endereço, sem nada da casa, e eu consegui chegar na casa. Sabe de você ir por intuição, quebrando uma rua na outra, e você chegar na casa e você falar, meu Deus, como foi que eu cheguei aqui? Sabe coisas desse tipo, assim, que... É, que eu espero viver um dia de novo.

Tinha uma pergunta? Não quero saber a onde você foi na Índia. Então, foi nessa cidade chamada Lucknow, que fica no Uttar Pradesh.
Ela fica, assim, no sudoeste de Deli, mas ainda bem acima de de Calcutá. É uma cidade considerada pequena, para a Índia, uma cidade de dois milhões de habitantes, onde eu andava na rua, eu era a única pessoa ocidental. Era a única pessoa que não estava vestindo sari, ou que não estava vestindo punjab, que não estava com o cabelo partido no meio, com com aquela aquele símbolo que eles usam aqui, enfim. Então eu passava na rua, literalmente todo mundo parava para me olhar. Não interessava onde as pessoas... Se o cara estivesse dirigindo o carro, ele parava, ou motocicle ou motocicleta ou bicicleta, eles paravam para poder me olhar passar. Então o menino ia conversar com você, nunca aconteceu alguma coisa? Eles não vêm falar com você. Se, por exemplo, quando eu tomava um um jeep que eu precisava ir para o meu trabalho eh, as pessoas que estavam do meu lado tentavam falar comigo, mas eles falavam hindu. Pouquíssimos falam em inglês. Eles entendem inglês, mas tem gente, que muitos deles não falam nada de inglês. Quando vinha uma senhora, uma outra pessoa que falava comigo, a gente conversava um pouco e aí eles pediam para tirar foto, mandava endereço para a gente poder continuar sempre muito... Muito amigos, quando eu pegava trem, todo mundo queria tirar foto comigo. Todo mundo queria estar no meu lado. Todo mundo queria me dar comida. Todo mundo queria que eu parasse na cidade deles para dormir na casa deles um dia. Me ofereciam todas as comidas que tinham no trem. Você tem que ter cuidado, porque a comida deles é super apimentada. Tem coisas que não faz mal para eles, mas faz para você. Aí as vezes você recusar, é um ofensa, enfim. E às vezes elas as pessoas ficavam conversando comigo em hindu e eu assim, fingindo que... <laughs> que Porque para muitos deles também é inconcebível que exista uma outra pessoa que fale uma língua, claro que lá tem muitas línguas, mas nenhuma língua próxima da dele, sabe? Eles conseguirem, por exemplo, quando eu falava para as pessoas que a gente usava biquíni para ir na praia, uma amiga que trabalhava comigo, ela perguntou sua mãe usa isso na frente de seu pai, quando eu mostrei o o maior. Quer dizer, aquilo para ela é inconcebível. Às vezes eles até tem Tê Vê a cabo em casa e veem coisas dos Estados Unidos, programa de Hollywood, mas é é como se fosse desenho animado para a gente. Quem sabe que aquilo não é realidade? Então é engraçado, porque ao mesmo tempo que eles, alguns deles se conectam com o que exis com o que existe no ocidente, eles não conseguem pensar isso numa realidade do cotidiano, sabe? Então eu mostrava as roupas que eu tinha trazido de Londres, que eu não vestia lá, eles ficavam abismados. E via minhas blusinhas, minhas sainhas, meu biquíni e tal, entendeu? Eles não conseguiam imaginar de que eu usava aquilo.

Então são coisas muito, muito diferentes assim.
Se você tivesse uma imagem um um... Você tem uma imagem da Índia forte, uma lembrança, assim... Eu tenho uma lembrança muito forte, que foi esse dia que eu fui para a Varanasi.
Eu queria passar o final de semana, porque eu queria conhecer o Ganges, Varanasi, a cidade, turística, eu acabei, meu chefe acabou conseguindo essa casa para eu ficar. E aí eu tinha decidido no dia seguinte que eu ia ver o amanhecer no Ganges, que era uma coisa que todo mundo faz, que dizem que é lindo, belíssimo, et cetera, et cetera. E a pessoa que combinou de me levar não apareceu. Quando deu nove horas da manhã eu saí e fui para o Ganges Ok, você fala Ganges, Ganges todo mundo vai te levar até lá. Quando eu cheguei lá Os barcos que estavam saindo, que geralmente eles andam um pouco pelos Ganges, param na outra margem, que não tem cidade nenhuma, é um barranco de areia e tal eee. E as pessoas ficam lá. Só que quando eu cheguei lá, não tinha mais programa turístico, porque os turistas só vão para ver o sol nascer ou o sol se pôr. Então, todos os barcos que estavam saindo eram só de indianos. Os barcos todos, que você fala, meu Deus, esse negócio vai virar, né? Mas enfim, ou eu fazia isso, ou eu não ia passear pelos Ganges. pelo Ganges, e aí eu decidi entrar, entrei no negócio lá. Eles fazem um programa que é completamente diferente, eles não ficam andando para cima e para baixo, eles vão para o outro lado do Ganges e param. E aí as pessoas do outro lado do Ganges começavam a tirar o sapato, entraram no rio com roupa, enchiam um monte de garrafa de plástico com água do Ganges, começavam a beber, isso eu já tinha visto todo o crematório do outro lado, os corpos sendo jogados no rio, corpos de animais boiando, enfim. Eu já sabia que existia isso, mas ver isso acontecendo, as pessoas tomando banho naquele rio, sendo que, do outro lado, as pessoas estão sendo cremadas, jogada no rio, jogadas no rio. E aí as pessoas que esta, todos os indianos, ninguém falava inglês, começaram a me oferecer a água para beber e. E eles não conseguiam compreender como é que eu não não aceitei. E eu não aceitei, eu acabei não bebendo a água, porque para mim aquilo era era demais para mim. E eu ficava tentando explicar, mas não tinha como eu explicar. Então ficavam querendo que eu tirasse o meu sapato, levantasse a calça até aqui, entrasse no rio, mas eu não tinha coragem de fazer aquilo. Então eu fiquei andando pela areia e tirando foto. Mas eh eu não sei como é que eles me olharam, porque aquilo para eles era tão absurdo. Pessoas vinham de tão longe para poder fazer aquilo e eu fui para fazer para conhecer e, ao mesmo tempo, não fiz aquilo, então aquilo para eles era... Enfim, era era o centro das atenções, assim, dentro do barco. Isso foi muito forte para mim, a crença deles. E já foram feitos estudos, assim, que as pessoas que bebem a água tomam, não sei o que... Elas não adoecem. Elas não pegam infecção. Enfim, eu acho que que a fé e a crença é tão grande que aquilo realmente é purificador, de que... Sei lá, deve criar algum tipo de imunidade que a ciência ainda não não explica, assim. Então, isso foi muito... a imagem dessas pessoas, me oferecendo a água, olhando nos olhos, porque eles olham nos olhos, assim. Você não pode encarar, mas depois que ele te encara e você tem alguma relação, seja essa mínima de entrar no barco com eles, você pode fazer esse contato visual. Olhar o olhar deles, e essa...ao mesmo tempo incompreensão do que estava acontecendo, acho que é uma imagem muito que eu guardo muito forte, assim, comigo.
E a sua volta ao Brasil depois? A.
A minha volta Foi uma volta consciente, assim. Teve um momento que eu falei, não, agora eu quero... quero voltar e. E eu avisei a minhas irmãs que eu ia voltar uma data e avisei para meus pais que eu ia voltar outra. Porque eu queria voltar e ficar um tempo e depois fazer o anúncio que eu cheguei, depois de um ano que eu passei fora e tal e. E quem foi me receber no aeroporto foram minhas irmãs. Porque durante esse período que eu fiquei fora, a nossa relação se estreitou absurdamente, assim. Eu me senti, eu não sentia saudade das pessoas. Eu não senti saudade de ninguém durante esse período, porque era como se todo mundo que estivesse convivido comigo estivesse comigo de de alguma maneira que eu não conseguia explicar. E até hoje eu sinto que a minha relação de proximidade, principalmente das minhas irmãs, enquanto eu estava morando fora, foi uma relação tão próxima que até hoje eu não consegui ter esse tipo de proximidade novamente. Então, quando eu voltei, minhas irmãs estavam aqui, aí eu passei uns dois dias encontrando amigos e tal. E só depois eu liguei da minha casa aqui de São Paulo, que essa minha irmã ainda morava aqui em São Paulo, para avisar meus pais. E aí, imediatamente, minha mãe comprou uma passagem, fui para Salvador, era véspera de Carnaval, e aí ela juntou a família inteira. Meu pai e a mãe tinham se mudado de casa novamente, eu não tinha ainda conhecido a casa. Botou uma baiana de acarajé, claro, para a gente poder festejar comendo acarajé e abará. E foi super gostoso, assim. Existia uma expectativa já das pessoas, me verem de maneira... uma maneira diferente de me redescobrir também. E eu tentei viver isso com o máximo de tranquilidade possível, assim. Né eu tinha feito um rompimento tão grande, mas eu estava voltando para relações que existiam antes. Então que... ia sempre existir esse conflito entre a Tiana que saiu daqui E a Tiana que se, de alguma maneira, se transformou durante essa viagem. E é uma coisa de que eu vivo até hoje, assim. Sabe das pessoas esperarem uma coisa de mim as vezes que não é mais, ou desses avanços e recusas, assim.
E e o seu cotidiano, você volta a trabalhar, você ... Eu voltei a trabalhar. O primeiro projeto que eu comecei a trabalhar foi um projeto com o Museu da Pessoa.
Foi um projeto na favela de Heliópolis, comunidade de Heliópolis, com jovens. E foi a primeira vez que o Museu fez uma parceria com a Aracati Portanto, a Karen, como a Luciana, são fellas da, então elas sempre quiseram fazer um projeto juntos. Mas foi a primeira vez que a gente utilizou a história de vida, não como o fim em si, mas como a Então a gente trabalhou história de vidas. Para os jovens, eles começarem a retrabalhar a sua identidade, trabalhar a identidade de bairro. Então todo o diagnóstico que eles fizeram da comunidade, para depois ver o que eles gostariam de modificar na comunidade, foi feito através de história de vida. Então eles fizeram toda uma formação com a Márcia, que eu participei, e todo o diagnóstico em cima da comunidade foi através de de história de vida, então foi muito bacana também. O interessante é que como eu voltei para uma comunidade que era tão pequena e que as relações eram tão diferentes de você viver aqui no centro de São Paulo, eu encontrei muitas coisas similares com a Índia. Quando você vai para uma realidade mais popular, de mais simplicidade, você encontra várias relações entre as pessoas, que é muito próximo do que eu encontrei Encontrei lá e essas conexões ainda acontecem em em momentos que eu vivo e experiências que que acontecem né de de sentir uma conexão com coisas que eu já vivi. E. <laughs> E hoje? É, a gente está chegando. É.
Na verdade hoje eu continuei trabalhando em vários projetos.
Meu último projeto de maior duração foi também de juventude. no interior de São Paulo, onde eu trabalhei com duzentos e quarenta jovens, coordenei uma equipe de alguns educadores. Esse projeto ele está passando por uma transição agora, então desde o ano passado eu decidi que eu não queria mais continuar nesse tipo de trabalho, que eu queria agora viver uma outra uma outra coisa, eu não queria ficar só coordenando o projeto de jovens, queria experimentar outras áreas de atuação, mas ainda dentro da área social. Então esse projeto
Então, estou fazendo esse processo de de transição para a atuação dentro das escolas municipais, mas num não vou continuar tocando.
Então, estou procurando outros desafios, agora mesmo, profissionais. Eu acho que vivi um momento de ser diretora de organização, vivi um momento mais independente de não tinha tempo integral em nenhum desses projetos. Então, vários projetos, eu coordenava vários projetos de diferentes organizações ao mesmo tempo. E agora estou sentindo uma falta de ter uma interferência, uma contribuição estratégica maior que eu tinha dentro da organização que eu continuo como conselheira né da Aracati, mas eu não quero mais ficar coordenando um projeto de juventude, porque, na verdade, jo acho que os jovens eles são eles são fundamentais em qualquer processo de transformação que a gente venha querer viver no país, eles são tem mais de trinta por cento da população hoje. Mas minha bandeira nunca foi juventude, minha bandeira sempre foi gente. Então eu quero mudar um pouco essa imagem né, porque eu acabei trabalhando tanto com jovem que as pessoas acham que eu sou especialista em juventude. E na verdade eu quero trabalhar com com gente, seja jovem, adulto, velho, enfim. Então estou querendo fazer essa mudança agora.
Eu esqueci de te perguntar uma coisa, é. Quando você saiu da Bahia para São Paulo, eh e vai ser minha última pergunta, como que foi essa saída? Como que você viveu essa primeira separação, di digamos, dos seus pais e da sua família? A gente não falou da saída e nem da da vivência, dessa dessa situação. Eu acho que eu não tinha consciência do que significava para mim quando eu saí.
Eu acho que cada momento da minha vida, o que eu fiz muda muda de sentido, assim. Então, o que ficava, assim, na minha cabeça era, quero fazer a melhor faculdade do país. Quero fazer a melhor faculdade do país. E isso eu usei com uma grande desculpa para vim para São Paulo. E só depois de muito tempo que eu fui perceber o quanto não era essa Hoje eu não vejo como essa a maior razão de ter vindo para São Paulo. Eu acho que que eu precisava mesmo me distanciar. dos hábitos, dos valores da minha família, por mais que eu compartilhasse deles, para poder começar a construir a minha própria identidade, que inclui a minha família, mas também que é construída de várias outras coisas que não vêm da minha família. Então, acho que eh... Eu sofri muito quando eu cheguei em São Paulo, eu ficava morando sozinha e perguntando, meu Deus, o que é que eu vim fazer nessa cidade? Eu não conheço ninguém, não tenho nenhum amigo, não tenho nada. O que é que eu vim fazer aqui? Então, eu entrava em desespero alguns momentos Mas logo depois que comecei a trabalhar e tal, isso se tornou muito muito tranquilo. Eu comecei a gostar de viver em São Paulo, comecei a a enxergar todas as outras coisas que aqui não tinha, mas que existiam tantas outras. Então, eu chegava às vezes a andar na paulista e no horizonte eu via o mar, sabe? Enlouquecendo, achando que eu ia ver o mar. Porque era tão comum passar em Salvador e ver o mar de que às vezes eu olhava no horizonte, era como se eu tivesse visto o mar, eu olhava de novo, não não tem mar nenhum, sabe, umas coisas meio estranhas no começo. Mas eu acho que essa relação com a minha família foi uma grande oportunidade de poder à distância olhar essa relação de uma outra maneira e construindo as coisas da minha maneira, assim. Então foi muito muito significativo.
Tiana, a entrevista está acabando. Eu gostaria de saber se você gostaria de acrescentar Uma coisa sobre a sua trajetória, a sua vida, que a gente não falou na entrevista.
Eu acho que tem uma uma coisa assim que é que é importante. Que eu acho que eu tenho visto assim na minha vida que são ciclos de mudança muito muito claros sabe. Enquanto eu estou neles, eu não consigo perceber, mas de que eles vão fechando e vão abrindo outros, e vão abrindo outros, e vão abrindo outros. E eu acho que aí depois de você passar por muitos desses círculos, é que você percebe o que é que te dá força durante esse momento, quais são as coisas que ficam né, que essas coisas podem mudar de significado, mas elas estão estão sempre lá. Que eu acho que tem uma coisa muito forte que é a relação com as minhas irmãs, que mesmo as duas hoje morando em Salvador é engraçado, porque sempre quando a gente está em processos muito fortes de de mudança, é engraçado que a gente percebe isso na vida das três, acontecendo em ciclos próximos assim. E são os momentos que a gente mais mais se aproxima. E e essa relação também de ressignificar toda a a relação com com meus pais e e com a minha família em geral, acho que que isso tem sido uma uma constante, é como se, ao final de cada círculo desse, A relação fosse se tornando mais madura, fosse se tornando mais de pessoa para pessoa independente do papel de mãe, pai, filha mais velha, que às vezes tem também toda aquela carga que as minhas irmãs também depositavam em mim de autoridade, de ser a pessoa que é a referência, enfim. Então essas coisas vão vão mudando. Acho que que tem tem isso e nesse último ciclo de vida que eu percebi que, logo quando eu voltei da Índia, que também encontrei o o meu atual marido, que é uma história muito interessante também. Ele participou do CISV, desse programa quando era jovem, e ele viajou com a minha irmã mais, do meio para o México. Então, por exemplo, quando eu tinha quatorze anos, ele é mais novo que eu. Ele tem treze tinha treze anos. Até tem uma foto que eu não achei para trazer. que eu já sou dessa altura, tenho um metro e sessenta, e ele cabe aqui embaixo do meu braço, porque como ele era tinha treze anos e tal, ele era super cara de criança. Mas a gente nunca foi muito amigo assim, e aí quando eu voltei da Índia eh, ele tinha vindo morar em São Paulo para fazer direito, e ele tinha restabelecido a relação com a minha irmã. E logo depois que eu cheguei, a gente se reencontrou e e foi tudo muito rápido. A gente começou a morar junto, enfim... Qual é o nome dele? Rafael. E eu acho que foi a última... A última pessoa que entrou nesse ciclo, que também não está saindo de desses outros ciclos que eu vivo, entendeu? Que são os ciclos que mudam de significado, mas que as relações com essas pessoas acabam sempre se fortalecendo e nunca se destruindo. Então ele foi a última pessoa, assim, de que entrou nesses meus ciclos de mudança que está que está me acompanhando nesse processo. E vocês casa casaram recentemente?
A gente não casou oficialmente.
A gente começou a namorar logo quando eu voltei em dois mil e quatro. Depois de quase seis meses, oito meses, a gente foi morar junto. Então, não teve nenhum ritual assim de de festa ou de nada. Mas a gente, desde o momento em que a gente foi morar junto, a gente se considerou como como casados, então a gente está casado, digamos assim, morando junto há dois anos e meio agora. Gostaria de falar dele um pouquinho? Eu não sei, ele vai dar entrevista amanhã. <laughs> <laughs> Acho que ele pode falar falar mais, mas ele também é uma pessoa que vive ciclos de mudança também muito claros, então de que nós dois somos pessoas que tentamos respeitar muito os processos de mudança de um e do outro, porque a gente sabe de que Não devem permanecer igual assim. Isso dá muita força para a nossa relação. Porque não ingessa. Não me engessa, não engessa ele e não e não engessa o nosso nosso relacionamento. Então, enfim, eu acho que... Por qualquer coisa que vem acontecer entre a gente para o para o futuro, com certeza a gente vai saber lidar e aproveitar da melhor maneira possível.
Tem uma coisa na sua vida que você fez que Seria para ser feito de novo, você faria dife diferente?
Acho que não. Não Porque eu acho que tudo que que eu fiz, mesmo que tendo feito de uma maneira que poderia ter sido melhor teoricamente, eu acho que eu aprendi com isso, isso me tornou a pessoa que eu sou hoje com várias coisas que eu quero mudar, com várias coisas que eu quero melhorar e ser melhor, mas não faria ser quem eu sou hoje. Não tem nada, assim, que eu olho para trás de ficar, ah, eu teria feito isso diferente, porque teria também tirado um aprendizado que veio depois, que que para mim também foi importante. Então, não mudaria nada, não. Excelente. Acabou. Vou fazer a pergunta. Já fez. O que você achou de

Então, <laughs> ele ele assiste todas aí.
Ah, eu gostei, eu acho que... Gostei bastante. Eu fiquei apreensiva no começo, por causa da câmera, mas eu sabia que, com o tempo, eu ia esquecer <laughs> dela ali eh. Eu já tinha vivido várias coisas com o Museu, formação de coleta de história, de técnicas, até indexação e tudo mais. mas nunca tinha passado pela vivência de contar a minha história de vida, tinha passado também pela experiência do círculo de histórias do Joe e que a gente vai estar fazendo a formação mais para a frente agora, mas eu nunca tinha passado por isso e eu acho que que vivenciar isso é importante para também entender como fazer isso depois. Então gostei muito. Obrigada pela oportunidade.
Obrigado.